E às vezes djíi djêi tudo, quando eu ponho música para o povo dançar, mas eu faço isso pouco.
Fala aí para a gente local e data de nascimento.

Setenta e dois. E o nome dos seus pais e

Faziam, como se conheceram. Bem, minha, meu pai eh Ele era mascate, né? Cacheiro viajante. Bem, ele vendia na rua, né, de porta em porta, ou ven depois começou a vender em loja, produto de ovomaltine, várias coisas. E aí minha mãe, ele conheceu minha mãe em Santos Dumont, foi trabalhar, e minha mãe foi nasceu em Santos Dumont, na roça, num lugar chamado Jacuba, que na época nem chamava Santos Dumont, chamava Palmeiras de alguma coisa, virou Santos Dumont por causa da fama do do Santos Dumont que nasceu lá. E ela estudou até aqui em São Paulo para a freira, mas aí depois teve muitas funções. Acho que na época aqueles casais eram telefonistas. Ela aposentou como funcionária pública em Brasília e hoje é aposentada e agente de saúde. Meu pai é falecido. Não, eu não não... Infelizmente, eu não tive... O pai do meu pai faleceu quando ele era be... Antes dele nascer, ele estava na barriga. Eh ah uh a mãe da minha mãe faleceu antes de eu nascer. O pai da minha mãe... Eu estou fazendo uma confusão, mas está ótimo. O pai da minha mãe eh faleceu no dia que eu fiz oito meses. E minha avó, a mãe do meu pai, ela faleceu. Eu já tinha treze anos, mas eu nunca tinha tido contato com minha mãe. fugiu com a gente do meu pai, né? Aquela coisa típica brasileira. E irmãos, tem? Eu tenho Eu tenho eu tenho quatro irmãs. Eu tenho duas mais velhas, uma por parte de pai que eu conheci bem depois, e tenho uma irmã que tem vinte e poucos anos, e tem uma irmã de onze anos. Quatro irmãs.
Essa mais velha, o que que ela faz?
Minhas irmãs mais velhas moram as duas em Recife. Uma é auditora do Tribunal Regional do Trabalho em Recife e a outra é atendente desses call centers, aí as duas em Recife.
Que era a convivência com eles?
Irmãs?

Era boa, mas assim, aquela coisa de irmão mais novo, né? Um pouco complicado, elas seis, sete anos, eh mais velhas, e aí volta e meia brigava, e quando eu comecei a crescer, rolava uns eu dava uns eu fazia karatê, eu dava uns pau feio nas minhas irmãs, mas foi melhorando, aí agora que a gente é quase todo mundo velho, assim, aí já está cada vez mais mais perene a relação com elas.

Descreve um pouco a casa mesmo, espaço físico, como é que era, era grande, pequeno? Nossa
na verdade a gente morou em vários lugares, né? Eu nasci em Minas e minha mãe saiu de de Juiz de Fora, eu tinha dois para três anos, a gente foi parar na Cidade Eclética, eu não lembro, eu morei dois anos nesse lugar, eu na verdade eu quase que apaguei da minha cabeça, foi uma fase muito complicada na... Na minha vida que... aí eu não lembro da casa, exatamente é isso. Eu não lembro porque eu lembro que eu tinha sonhos com comida, era um negócio, uma história maluca. Aí quando a gente vai morar num lugar chamado Santo Antônio Descoberto, onde minha mãe mora agora de novo, aí eu lembro da casa. É uma casa de madeira, eu lembro que a gente chegou lá no dia do meu aniversário de cinco Cinco anos. Cheguei lá e... Uma casa de madeira, bem simples. É um lugar, até hoje, o entorno de Brasília é uma cidade de dormitório, né? Aí eu lembro dessa casa. A gente morou um tempo, depois morou em outras casas. Mas essa casa era uma casa muito simples, né? Assim, depois a gente morou em Brasília, num lugar chamado Ceilândia, no subúrbio de Brasília. Também era uma casa, mas... Não sei, não é uma coisa... Sala, quarto, nada muito importante.
E esse período anterior, que você disse que era meio difícil, qual era?
Não, era que a gente foi morar nesse lugar chamado Cidade Eclética, que, assim, até as pessoas falam como lugar de comunidade alternativa, não sei o que, mas era um lugar de estrutura social, assim mui, de uma estratificação social muito rígida. E minha mãe era enfermeira, mas mesmo assim a gente... A gente a comida era num refeitório, eu lembro que eu não aguentava comer. Eu quase realmente eu quase morri de Era muito ruim assim. Eu lembro de um que foi uma época muito complicada da minha vida. Eu sonhava com um homem de seis milhões de dólares que se que estava começando aquele seriado que tinha. Eu lembro que eu sonhava com ele me dando comida. Que ele era o meu herói, então ele me dava comida. Por isso que eu estou te falando, no dia que eu cheguei na outra casa, que minha mãe cozinhou, foi um dia muito marcante na minha vida. Eu lembro que esse dia a partir desse dia eu eu voltei a ser uma pessoa. Eu lembro de brincar. Uh assim foi a por isso que eu estou te falando, nesse lugar chamado Cidade Eclética, que eu vivi dois anos.
E você lembra qual era a comida que ela cozinhou quando chegou?

Não, não lembro exatamente. Talvez de vez ter angu, que minha mãe fazendo angu, quando até ela mora, a gente não mora perto, quando ela quer falar, eh que ela quer me deixar com vontade para casa dela, ela fala, ah estou fazendo angu, angu com feijão, qualquer coisa assim, coisa de mineiro, né, que nós somos.
E ah depois dessa mudança, eh conta um pouco assim da da infância, da amigos, por exemplo, amigos, escola, como é que é isso?
É, olha, eu morei, nesse depois que eu saí lá de Cidade de Cá, a gente morou em Santo Antônio Descoberta, foi a época que eu comecei a estudar, né? A gente ficou lá de cinco cinco aos oito anos, eu morei lá, quase E aí eu tinha amigos em escola, mas assim, isso é a fase muito nova também, eu não tenho muita... Menino de rua, pescar, aprender, eu lembro que aprendi a ah ah nadar engolindo peixinho, né? Que é uma coisa que... Você não você já deve ter ouvido falar isso, de muita gente contar essa história, que é uma coisa... E aí, nessa época, na verdade, foi muito rápido, eu não tenho muita memória. Eu lembro que depois eu fui para morar já e na Ceilândia, que eu estou falando, eu morei em Itaguatinga e Ceilândia, aí eu já consegui ter mais... montar relações mesmo de época, assim, que igual na Ceilândia eu morei... Nossa, deixa eu tentar contar... Eu morei uns treze anos, talvez. É, por aí. Uns treze quinze anos. Aí eu tive... Aí era uma coisa que, quando eu fiz a eu cheguei lá, eu fiz a quarta série. Aí eu lembro que da quinta série até a oitava era uma turma só de... Que aí, assim, a gente tinha amigo, tudo, mas eh também não sobrou ninguém dessa época, porque eu também saí de lá, né? E também, mesmo nessa época, eu comecei a a me afastar das pessoas, assim, porque na adolescência eu eu fui punk, né? Teve uma fase assim, e aí, mesmo depois de ser sido punk, assim, eu virei anarquista, então, assim, e era muito... o pessoal ficava muito assustado comigo. Não assustado, mas assim, eu lembro depois de voltar, já tendo formado a universidade lá, a pessoa falou, e aí, o que você fez? Não sei o quê da vida gente que eu não via há dez anos, mãe de amigo. Eu falava, ah eu fiz universidade. Eu falava, você fez universidade? Aí depois, no final, talvez só eu, de uma turma de trinta, quarenta pessoas, infelizmente, fui o único a... a fazer universidade, mas aí nessa época o que eu lembro bastante é que eu jogava handebol e assim, a gente tinha o melhor time de handebol estudantil de de Brasília era durante três anos foi esse durante quatro anos foi o time do centro educacional, esses cinco né, Brasília é tudo letra aí inúmero, né? Eu morava no Pê-Norte, que na época era o final de Brasília, né? Era Finlândia, eu lembro que a gente falava o fim da Ceilândia, mas agora depois já tem quê ene quê, quê ene erre e por aí vai. Eu lembro que eu era atleta, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz karatê, fiz bastante atividade esportística. Estou até precisando voltar a fazer.
Não pensou em em nunca seguir, né?
Eu pensava. Quando eu estava come <coughs> quando eu estava fazendo o segundo grau, eu pensei que que tinha um time em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era o melhor time de handball na época. Eu lembro que eu fui assistir o campeonato e eu perguntei para os caras como é que era a coisa da universidade. Porque eu ia bem na escola, assim, sem estudar eu conseguia ir bem, nota, tinha coisas de exato, ia super bem. Aí eu eu pensei, pô, vou para Santa Maria para poder jogar handball. Mas aí que está, o handball hoje está até muito melhor, mas era um esporte muito muito amador, né?

E ao mesmo tempo nessa época eu comecei a me envolver por questões, se interessar por questões sociais, que eu falei que eu fiz parte do movimento punk, essas coisas, você começa a ver o lado social das coisas, e uns amigos também que eu tinha herdado das minhas irmãs, que aí eu comecei a... num lugar onde não se tem lá, nesse bairro que eu morava, não tem teatro, não tem nada, né? São cidades, mesmo subúrbio de Brasília, são cidades dormitórias, né? Assim, não tem uma vida cultural. E aí eu conheci uns amigos que aí eu comecei a ter muito contato com livro também. Eu comecei a ler, a ouvir muita música. E isso também foi me afastando do da minha turma de amigos, que eu andava com pessoas que eram dez anos, oito, mais velhos do que eu, né? Aí também eu fui afastando. E aí eu me interessei por ciências sociais. que aí eu entrei na entrei no CEUB, uma faculdade particular lá, horrorosa, que eu quase desisti de estudar por causa disso. E eu lembro que tinha um professor de economia, que ele ele de família que foi deviam ser muito ricos, e foram assassinados na quando teve a Revolução na Romênia. E aí ele dava um livro de matemática, de po de economia, que era de pergunta e resposta, com a per com a resposta no final, igual a palavra cruzada. Era horroroso, eu quase desisti. Isso, dezesseis anos. Porque voltando, eu entrei... Minha mãe, quando me botou na escola, eu entrei com seis anos na escola. Ela fez uma maracutaia de... De falar, não, não sei o quê. E eu realmente, com três anos, já tinha aprendido a a ler e escrever. Ela Ela tem uma tática que eu vi ela usando agora com minha irmãzinha, que é... Está no elevador, aí está no ônibus, aí quer aquela letrinha do Carrefour, ou qualquer coisa aí, rapidinho alfabetiza, assim, com... forma lúdica de de alfabetização, e aí eu entrei com seis anos, aí quando eu fui entrar na universidade, eu entrei com, agora não estou, não sei se foi com dezesseis, quando quando é que termina o segundo grau, quantos anos normalmente? É dezessete, não, então foi com dezesseis eu terminei, aí com dezessete eu entrei nessa universidade, eu tive uma crise, E era particular, aí minha mãe falou, termina pelo menos esse primeiro semestre, eu não conseguia, tinha um professor da matéria que eu queria, que era Sociologia, o curso que eu queria fazer, e era evangélico, totalmente radical, que a gente chamava ele até de chuveirinho, que ele cuspia nos alunos. Não, era era um absurdo. E eu também não fiz inscrição na na universidade pública, porque realmente era uma coisa tão distante como continua, assim, a coisa de de uma pessoa do subúrbio entrar na universidade, assim, que eu nem sabia, quando eu me toquei, o que que é a universidade procurar, naquela época era mais distante ainda as informações, se a gente pensa em, isso foi em que ano? Oitenta e nove, dezoito anos para cá, tudo, as informações melhoraram, né? Assim, a circulação delas, né? A qualidade nem tanto. E aí eu sei que eu entrei no CEUB e não consegui fazer o primeiro semestre. Aí depois fui para a u ene bê. Um ano depois eu eu fiz vestibular e entrei para Sociologia. Foi no primeiro semestre

e noventa.
Eu tinha dezoito anos. Aí eu entrei igual todo mundo. Assim, eh quem te vê muito Brasília, assim, nessa nessa época do final da década de oitenta...
Vivenciei, bem no eh não vivenciei, assim, foi a época que, primeiro que o Brasil é uma coisa que não tem nada, né, então as pessoas, coisa o rock realmente, eu ia em show de várias coisas, eu tive banda até, que até uma outra, é um capítulo, né, a coisa da música, que a gente vai voltar, assim, que com... Com quatorze anos eu comecei, eu saí, eu trabalhei no Ministério do Trabalho, aí peguei um trabalhei um ano exatamente, eu peguei um fundo de garantia e comprei um um baixo elétrico, porque um amigo falou que ia tocar isso, como todo mundo começa assim, em música no Brasil, porque não tem escola de música, as pessoas começam tocando para depois virar músico, para depois estudar música. E aí com quatorze anos eu comecei a brincar. E aí com o quinze eu fiz parte da eu falei do movimento punk, de uma tentativa, aí que quer dizer que depois virou uma tentativa de uma construção de movimento anarquista no Brasil, que também não não deu certo, mas eu lembro que eu viajei, pelo fui para Pará dar dar palestra, vim para São Paulo, eu dei uma circulada nisso. E aí eu entrei na universidade em mil novecentos e noventa, na u ene bê, aí estudei dois anos e meio de ciências sociais e depois eu transferi para a música. O que o que me marcou foi que eu entrei numa crise na universidade com os professores que eu tinha e eu falei, não vou ficar aqui não. Eu vi umas pessoas que e... É uma coisa meio viciosa. Ele faz graduação, depois faz mestrado, faz doutorado e aí ele vira professor lá. Só que assim a tese dele é sobre lá dentro, é sobre o pensamento de não sei o quê... Não tem nada a ver com o mundo. Aí eles viram uma... Criam uma redoma e fica eles lá falando do mundo para eles... sobre eles, e aí eu entrei numa crise, eu quase fui para a história, mas eu já nessa época eu já era músico, eu tocava, né não era músico profissional, mas eu tocava em várias bandas, e aí eu fui e transferi meu curso para para contrabaixo, bacharelado em em contrabaixo acústico, que é o curso que eu que eu realmente formei. Aí nisso, eu também transferi porque em noventa e um eu entrei na escola de música de Brasília. Ao mesmo tempo que eu estava na universidade estudando sociologia, eu comecei a estudar contrabaixo.

Mais sério, né? Que eu já tocava desde os... Desde quinze, quatorze, desde oitenta e seis eu já tinha um instrumento, né? Mas aí em noventa e um eu comecei a levar, comecei a estudar contrabaixo, estudava um pouco, porque aquele instrumento grande dói a mão, você conseguia, estudava vinte minutos, aí uma semana depois estudava meia hora, isso de segunda a sexta, aí depois hum de seis meses eu estudava oito horas por dia, assim, já. Eu A crise que eu tive de ciências sociais e tudo, aí eu canalizei tudo para música, assim. Aí minha vida virou música, né? Que é tudo, hoje em dia, toda minha vida gira em torno da música e e, na verdade, agora e ampliando agora a coisa da cultura que a música faz parte, né?
Só voltando um pouco, você estava falando muito de você fala muito da importância do lúdico, essa coisa de não ser quadrada. Na sua na sua casa, na sua infância, na sua mãe, a educação dos seus pais, tinha muita história, coisa de assombração, eh então história histórias lúdicas que fez
Olha, minha mãe, ela até se, às vezes, ela fica se culpando comigo, mas eh minha mãe tinha que trabalhar. Então, assim, eu fui criado sem meu pai, minha mãe fugiu do meu pai quando eu tinha três anos, de Juiz de Fora. E aí, eu eu eu nunca, eu não tive muito esse acompanhamento educacional da minha mãe.
Eu não digo e não digo educacional no sentido formal, mas informal, história, ou
Não, não. Não tive, estou falando, eu fui criado num lugar muito sem nada, né? Brasília é um lugar, e principalmente o subúrbio de Brasília é mais... Você pode até, de repente, ter alguns lugares que tem comunidades, assim, que, sei lá, migrou quinze famílias de patos de Minas, uma coisa que tem muito mineiro de patos em Brasília, não sei o quê. Ou no Cruzeiro, que tem uns cariocas, não sei o quê. Você pode até ter uma estrutura social mais próxima de uma comunidade. Mas Brasília é muito... Muito terra de ninguém, assim. Então, na verdade, essa coisa de raiz, para mim, eu estou buscando sozinho agora, né?
E essa coisa da da da infância, de brincadeira, por exemplo, o que que era, assim?
Acho que como jogava muito bola, corria, assim, chegou um momento já no meio da infância que o esporte tomou uma uma dimensão muito grande, mas eu não assim não não tive muito, eu não tive a infância das melhores não, assim, também. Era um menino meio, eu era magro, pequeno... Assim, é meio engraçado, porque eu cresci hoje, sou grande, mas acho talvez por causa do esporte. E aí eu era magro, pequeno, feio, assim, tinha alguma coisa que era meio um patinho feio. E também chegou um momento que eu comecei a tirar... Eu era o melhor aluno de de exatas da escola, e aí os caras queriam me bater uma vez, porque eu não tive que... Eram seis turmas de quinta série, aí tinha que todo mundo copiar tabuada inteira. E aí eu não tive o que fazer. Por isso, e aí os caras... E aí, por sorte, eu fazia karatê. Aí veio um dos caras mais... Que morava no subúrbio já. Assim, não tinha... Você não tem noção, mas já tinha malandragem, essas coisas. Só que lá agora está muito perigoso mesmo. Na época não tinha tráfico, não tinha nada no pé norte. E aí veio um cara me... Tomar satisfação por causa da matemática. E aí ele eu lembro que eu estava com essas essas uniforme de, uniforme não, essas coisas de atleta, minha mãe me deu aquela da, que tem uma tran tem uma listrinha aqui e aqui, eu todo sentindo todo felizinho na escola, o cara chegou e lá era muita lama, não tinha asfalto ainda nenhum lá. O cara botou a lama na minha perna, assim. Nossa, eu lembro que o coisa do sangue subir. E aí eu fazia Karatê, eu dei um golpe de perna, eu girei, assim, paf, bati. O cara cuspiu sangue, eu falei, eita, e agora? Aí o cara ficou assim, me olhou e saiu correndo. Aí eu virei meio, fiquei meio Me esqueceram, assim. Tipo, eu continuava uh meu do meu jeito, mas ninguém mais se preocupava comigo. Porque eu bati no cara, eu poderia, de repente... Sendo que eu era o maior bunda mole. Eu não brigava, nada. Eu lembro que eu ia fazer exame, eu fiz Karatê. Eu quase formei em faixa preta, eu fiz até faixa marrom. E aí, quando você faz a mudança de faixa, você tem que fazer a sequência do movimento, que chama Katar, né? E a coisa da luta, né? E a Eu lembro que na hora da luta era terrível, porque eu não me sentia impedido a ter dar golpe. É claro que você não precisa machucar a pessoa, você treina a chegar perto, mas eu não me sentia assim. Eu ficava perguntando o que que eu estou fazendo aqui, né? Ao mesmo tempo que a coisa da sequência dos movimentos, eu pegava uns livros japoneses, eu sabia coisa de quarto, dan, de coisa que talvez quase ninguém soubesse no Brasil, porque eu ficava... Eu lembro que na época a gente circulava bastante. Eu lembro de vir para Minas, para o Rio, para assistir... Uma vez eu ganhei um campeonato do Centro-Oeste, de Catar. É bastante história.
E como que chegou essa história do do punk na sua vida? Conta um pouco a trajetória?
Olha, foi por causa da música também assim. Eu lembro que eu tinha quatorze anos, eu trabalhava no Ministério do Trabalho.

Ela trabalhava no Ministério. Ela aposentou como funcionária pública. Minha irmã já estava trabalhando lá, minha irmã mais velha. E aí, assim, aquela coisa de família simples que o filho tem que aprender a trabalhar, para se sustentar. E aí, o que aconteceu? Minha mãe conseguiu um trabalho para mim de office boy lá, com quatorze anos. Aí eu trabalhava, não exatamente no ministério, porque o ministério não poderia. Eu trabalhava na Fundalc, Fundação Lindolfo Collor, que é o avô do Fernando Collor, o cara que matou no Senado um desses... Calhordas da história do Brasil, né? E aí eu trabalhei um ano no Ministério do Trabalho. E aí eu tinha um contato com com o Max, um cara que... Até o engraçado irmão dele, o Bacalhau, que é baterista do Traje Rigor, do nossa do Little Quail. Um cara músico, um cara até importante. Aí o Max e o irmão dele trabalhavam na Fundalc, que também a gente almoçava junto. e aí ele estudou na universidade com os caras de todas as bandas, Fleb Hood, Phineas Africa, daquelas eu comecei a ter mais contato com com essa coisa do rock, rock Brasília, não só rock Brasília dos anos oitenta, mas também até essas ah coisas que agora é comum, mas na época se ouvir rock inglês, ouvir outras coisas era difícil, aí eu tive acesso, sei lá, eu tinha fita cassete de ensaio do Legião Urbana, eu tinha fita cassete do não sei o que do show da Fleb Hood, não sei aonde, Aí eu via tudo isso, né? Eu comecei a ter contato. E aí fui descobrindo a coisa da música punk e ao mesmo tempo da coisa do da coisa social, do pensamento social, e as coisas meio que se juntaram durante um tempo.
E como é que era essa turma aí do
Olha, a gente eu conheci o pessoal... Na verdade, teve essa primeira geração do rock brasileiro, que era todo mundo do plano piloto, né? Filho de diplomata, aqueles caras. Aí depois eu fui de uma geração já de punk do subúrbio, né? Assim, uma coisa... Era e a gente tinha um grupo, a gente criou um grupo de que era era era até bem, essa história é bem interessante, chamava CRU, Consciência, Radicalismo e União. É até engraçado que hoje eu tenho um trabalho musical chamado Projeto CRU, que tem, até no disco a gente gravou uma música em homenagem a essa época. E era um grupo de, sei lá, oito, nove pessoas, que a gente quase, só que chegou num contexto que a gente quase não ouvia música mais. A gente se encontrava para ler textos anarquistas clássicos, Era muito engraçado. E a gente conseguiu uma vez, junto com o pessoal do Partido Verde, a gente organizou uma manifestação antimilitar em Brasília, no dia sete de setembro, que eles tiveram que mudar. Isso é bem interessante. Eles mudaram antes, ah a o desfile militar era no Eixão, era um lugar cheio de casa. Agora eles botaram no setor militar, né que agora eles têm mais controle. porque a gente fez uma bagunça, uma algazarra, levou umas faixas, quanto mais armas, mais fome, e le e ah e conseguiu chamar um bando de secundaristas, né de estudantes, e aí organizou uma, quando viu, daqui a pouco tinha, sei lá, umas cinquenta faixas no meio das pessoas, todo mundo ia, só que ele levantava, né e aí distribuindo panfleto, e aí isso durou uns dois, três anos da minha vida. E foi muito importante até que várias pessoas dessa época ainda são super amigos. E aí eu tinha uma banda chamada Pastel e Caldo de Cana, que talvez fosse a única coisa típica de Brasília. Era ir na rodoviária comer pastel e caldo de cana.
E como é que era?
Não, era uma banda punk, né? Só que era mais, um pouco mais engraçada. Chamava Pastel e Caldo de Cana.
Mas essa época de mais politiza politização sua, o que também foi ah você vê de influência daquela época para agora?
Não, eu foi muito importante. Eu continuo tendo uma visão. Tudo que eu faço hoje, assim, eu tenho uma visão crítica do mundo, né? Que a gente ainda vai chegar nas coisas que eu faço hoje, mas eh foi super importante para ter essa noção do social mesmo, assim. Noção de classe, de tudo que eu fui aprendendo nessa época. Eu lia muito, sei lá. Eu devo ter encaixotado em casa mais de mil livros. Que até tem umas... É, nos livros não vamos contar, não.
Ah, porque... Conte algumas histórias para gente. Não, não. Não? <laughs>
O Monteiro Lobato, né? Um país faz de homens e livros. Homens que roubam livros e livros roubados. <laughs> Toda propriedade é um roubo, né?
Pronto, vou falar mais. Mas Assim, o que que qual era tinha algum obje algum objetivo, alguns objetivos? Quais eram as... Por que eles se juntavam essa galera? Não
Era essa coisa do ideário ideário punk, só que foi mudando para o ideário anarquista. Só que ainda era muito romântico né essa coisa de mudar o mundo daquele jeito como como era pensado o mundo no início do século passado. Só que isso não existe mais. Assim Mas, na verdade, mas é impressionante. Eu eu eu acho que a leitura do, a crítica do mundo anarquista é a mais pertinente mesmo. Assim de coisa que essa Toda propriedade é um roubo mesmo assim. Enquanto a pessoa puder ter uma propriedade própria, assim vai ter desigualdade, vai ter rico, vai ter pobre, vai ter classe, vai ter um explorando o outro, aí vão inventar por causa da cor, por causa da religião... Vai, assim, não tem não tem outro jeito, né? Enquanto não for comunitária, a gente está na época cada vez menos comunitária. Talvez, pelo menos do que a gente tem conhecimento do mundo da época, mais egoísta, Que é o contrário, cada um se matando para conseguir as coisas, né?
E esse pessoal, o que que

Sei, o Pastel, que era um do... E que antes disso, na verdade, também eu cheguei a tocar até... Eu tive uma outra banda chamada Escroteiros. A gente tocou, nos quarenta e cinco anos de aniversário da Bomba de Hiroshima, a gente tocou aqui na Estação da Luz, no Parque da Luz, em oitenta e nove. Eu até lembro disso. Eh O Pastel endoidou. Tem um O Neném eh eh o Neném ainda me é mexe com é porteiro. O Robson... trabalha em gráfica, e aí tem o Marcão, é designer, eu estou lembrando, assim, algumas pessoas. E tem um que a gente é muito amigo, o Sidney, o Sidão, que ele era meio que o líder da época. O Sidão, a gente é muito amigo, ele ele é po ele é arte educador, é poeta, ele fez um livro com cê dê, um projeto lindo que até a gente fez junto. Esse, na verdade, é o que a gente continua... Sei lá, eu vou fiquei sabendo ontem que eu vou ser o padrinho da filha dele, que nasceu. Então, assim, tem uma pessoa que... E tem o Marcão, que eu falei que é designer também. O Paulo também é designer. Tem muito designer, engraçado eh. O Paulo virou designer. Tem umas pessoas que... Eu lembro o bê doze, o Ricardo. Os caras viraram gente comum, assim. Eu tenho notícia por ter algumas pessoas, mas
sim. Eu percebi, assim, que nessa época que você tinha essas primeiras bandas, Vocês assim apesar de estar lá em Brasília, vocês já estavam e falando que é uma coisa mais isolada. Você veio tocar em São Paulo. Como é que era essa integração com a com outras bandas? Você assim
Não, era muito difícil, era muito difícil, assim, nos anos oitenta, a coisa de de, que eu estava falando, da informação era muito difícil né, não tinha internet, então assim, para você ter, eu lembro que, mas ao mesmo tempo tinha essa dificuldade, mas tem uma coisa do de do do underground mesmo, de troca, assim, por exemplo, a gente tinha catálogo de de fita cassete da Finlândia, a gente... juntava dinheiro e comprava, vinha a fita cassete de uma banda da Finlândia assim, ou daqui de São Paulo, sei lá ou eu lembro de ir em Belo Horizonte para fazer encontro de estudante secundarista, eu ia lá na Cogumelo comprar disco, não tinha muito intercâmbio. Era uma coisa bem difícil. Isso Isso não só o que eu fazia de ro de punk, não sei o quê mas de nada, não tinha. Isso só começou a ter mesmo no nos anos Aí depois dessa banda, eu tive uma banda que era meio de rock gótico, chamado Pompas. Fúnebres, que é um romance do Jean Geneira, bem intelectualóide mesmo, bem cabeçudona, que é até engraçado, assim, os caras tem fizeram, essa coisa de Orkut é muito engraçada, fizeram a comunidade, aí ficam colocando umas perguntas, porque é uma coisa que não teve registro nenhum, assim. Eu tenho umas matérias de jornais que até aí agora os caras vão fazer uma coletânea virtual. Noventa e seis fizeram uma coletânea de música dark e colocaram. Aí teve um grupo só que foi na entre safra de mu de do de Brasília, de bandas. Então assim era uma coisa totalmente underground. A gente tocava em alguns lugares em Brasília, mas não teve visão nenhuma. Aí depois em noventa e dois, isso, noventa e dois para noventa e três eu montei uma banda chamada Os Cachorros das Cachorras, que aí já era uma outra coisa que tem a ver com a coisa, o que que é o anos oitenta e os anos noventa. Nos anos noventa a gente já começa a olhar para o Brasil, assim, nos anos oitenta a referência é ouvir rock inglês, essas coisas. Nos anos noventa eu já estava ouvindo muita música brasileira, já gostava na época do punk, mas depois eu fui aprofundando, quer dizer, continuo aprofundando cada vez mais. E aí a gente tinha uma banda chamada Os Cachorros das Cachorras, que aí a gente tocou na Alemanha, tocou ene vezes aqui em São Paulo, no Rio, fizemos disco, que até é engraçado, que que você vai que hoje você encontra esse disco, teve mil cópias, você encontra nesses blogs de de música para baixar, né? Aí é um disco raro, não sei o quê, de uma banda que existiu. Eu vejo de de vez em quando alguém me manda um um link de site, né? Que aí com essa banda a gente andou mais ainda. Eu conheci um bando de gente por causa dessa banda e expandi bastante. E foi uma banda já de uma geração que saía muita banda de Brasília, que era Raimundos, nem lembro, Little Quay, essas coisas. A gente é dessa geração de bandas. Chamava Os Cachorros das Cachorras. A gente lembra que foi a última gravação que o Nelson Gonçalves fez em vida. Assim, só que é A gente gravou em uma barbearia falando um negócio mais maluco do mundo, né?
O que ele falou? Não
falando de eh de telefone. A música era um bolero falando de de de da namorada, da distância, do telefone, de copinho de iogurte. Era uma viagem. Aí ele falava, para falar contigo moda ela, eu fico aqui ouvindo o Lá quatrocentos e quarenta, é tipo o barulho do telefone. Bem surreal. <laughs> E
E você sai de casa com que idade?
Eu, ãh eu quando come entrei na universidade, fazendo Sociologia, eu morava no na Ceilândia, né? E a universidade é no plano piloto. E eu ficava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. E aí chegou uma época que ficou difícil. Aí, em noventa, final de noventa e um, eu comecei, eu fui morar com um amigo... Eu dividi apartamento, aí depois dividi casa, na verdade, que a gente nem pagava. Era uma história que aconteceu de uma casa, que de um apartamento funcional. A Brasília tinha, nem sei como é que é agora, mas uma pessoa entrou de licença e um apartamento funcional vagou. Só tinha que pagar o condomínio. Aí eu morei Depois eu fui morar no alojamento. Lá eu morei seis três quatro cinco seis morei seis anos no alojamento da Universidade de Brasília. Eu tinha quase uma tarja de patrimônio assim. E aí essa época da Universidade de Brasília foi uma época muito muito viva, assim muito criativa. Porque eu lembro que aí começou milhões de coisas. Tinha o centro acadêmico que a gente organizou, aí a gente viajava. Eu viajei para dois festivais de arte e cultura, da UNE, pela u ene Pessoa como como estudante e também com essa banda, a gente tocou as duas vezes em Ouro Preto, e, não noventa e três, noventa e dois, noventa e
Pouco dessa vida de estudante, então, o que que o que que foi que te
Não, é que foi uma época criativa, assim, eu morava no alojamento, né, e ficava no departamento de música. Aí, assim, esse grupo dos Cachorros dos Cachorros foi quase que montado dentro da u ene bê, mais da metade eram alunos da música. Eh assim eu lembro que tinha quarteto de jazz, tinha orquestra, uma orquestra de câmera, tinha uma big band no campus. Eu lembro que essa orquestra de câmera a gente saía tocando, tinha lançamento de praça no na Química, exemplo. Assim aí iam lá e chamavam a gente, a gente tocava música, uma orquestra. Eu lembro que pegava o seguinte, estava o baixo acústico nas costas, o sua mão o banco, e cada um com um instrumento assim.

Teve vezes a gente tocar duas vezes.

Estava um bando de maluco e estava a gente tocando. E foi uma coisa muito legal, porque eu lembro que no semestre a gente tocou, sei lá, umas trinta e e cinco, quarenta vezes. Eu lembro que a gente conseguiu uma praça. Eles fizeram uma reforma no departamento de música por causa de uma atuação que a gente... que a gente fez. Aí, pô, eu fazia trilha de de filme de amigo, assim, umas coisas, foi uma experiência muito rica e de vivência também, assim, na universidade, né? Inclusive, agora está cada vez pior, né, a universidade. E, principalmente, o departamento de músico, né? De música está, quer dizer, muito evangélico, assim, de de cabeça fechada. E também já tinha um departamento, a música, até uma época, a gente não estuda música brasileira, nem, eu estou falando, nem música popular. Estou falando nem música erudita brasileira, nem Vila Lobos a gente via via na universidade. Tudo Muita coisa eu consegui de conhecimento por fora da universidade, mas assim foi uma um espaço muito interessante de de viver lá, assim o lugar né. Até tinha o centro acadêmico, mas o pessoal também chamava de Casa do Alfredo. É, porque eu vivia lá. Tinha gente que achava... Porque assim eu só ia em casa, no alojamento, para dormir. Eu ficava estudando contrabaixo, ensaiava com todas as minhas bandas lá. Aí tinha gente que achava que eu morava lá também. Era muito engraçado.

Mas e uma coisa que que eu fico muito curioso por quando eu falo com músicos, é a coisa de estudar oito horas por dia. Isso é que é uma coisa solitária, é uma coisa de com banda?
Não, não, é solitária. O estudo de instrumento é uma coisa solitária. Mas dependendo como for, é uma coisa quer dizer é uma coisa saudável também, para a alma, pelo menos para mim nessa época. Igual eu falei, eu entrei numa crise em noventa e um com a sociologia. Eu lembro que eu li Ética do Protestante, A ética protestante e o espírito capitalismo do Max Weber, e aquilo ajudou assim a entrar em crise com o mundo. Falar, caramba, é isso mesmo, né? Assim de E aí entrar em choque com as coisas. Quando eu co falei, eu comecei a estudar contrabaixo um pouquinho porque doía, mas dentro de alguns meses eu estudava oito horas por dia porque foi uma coisa que me Assim me me
Aí as leituras eram uma uma rareada, uma diminuída, assim.

Quando começou a parte da música muito forte, as leituras que eram muito... É, não, com certeza.
Na verdade, depois disso eu lia mais nas férias, assim. Que não tinha sala de aula, eu continuava estudando, mas aí não tinha sala de aula. Aí eu conseguia ler. E começou a ficar mais leitura relacionada com música mesmo, assim.
E essa essa a sua vontade era ser músico profissional em que que
Olha, eu lembro que na época eu ainda sonhava em tocar em orquestra mesmo, coisa que eu fiz ainda. Talvez quando eu formasse, se eu tivesse ficado no Brasil, eu estaria tocando em uma orquestra. Mas de ser músico, já toco antes de entrar na universidade eu já tocava música popular. Mas minha vontade era ser músico né , assim como eu sou hoje. Eu gostaria um pouquinho só, eh assim, você disse no começo da entrevista que você trabalha com quatorze anos numa na no ministério do É, que até é uma coisa interessante, fala. É, não, eu trabalhei com... foi uma coisa também muito boa para mim, para ajudar. O que eu faço hoje é que eu eu trabalhei de arquivista. Eu cuidava de um arquivo móvel, eram umas gavetas gigantes que rodavam de dez mil fichas do diário oficial. Então, assim, tinham três formas do Diário Oficial ser ser arquivado. Então, assim, era muito era muito criativo. Então, para mim, foi muito bom, porque hoje, sei lá, eu tenho oito mil ele pês. E aí foi é muito fácil para eu me organizar. Eu chego numa biblioteca, em nenhum lugar, ninguém precisa muito. Só quando eu estou com pressa, então é muito grande um sebo que eu vou comprar livro, eu pergunto onde é que tem tal sessão. Mas, assim, normalmente eu cuidava de um arquivo de dez mil fichas. Assim aí foi uma foi uma experiência muito boa para mim de arquivista. Eu tive,
mas foi foi esporádico assim. Quando começa a carreira de músico assim profissional mesmo assim, essa transição de um uma carreira?
De funciona de outra... É, não, olha, profissi quando eu entro na universidade, quando eu transfiro já meu curso de... Eu transferi no final noventa e dois, aí eu já estava eu já... Quando eu transferi, eu já estava tocando nessa orquestra de de câmera da universidade e na Big Band. E aí, assim, eu tinha duas bolsas, que eram muito pequenas, mas, assim, eu lembro que eu pagava três reais de de aluguel e cinquenta por refeição na universidade, né? Porque eu era aluno carente, né? Que tinha isso, não sei como é que chama agora. E eu, mo morador do do do alojamento, pagava três reais por mês. Então, assim, eu já eu lembro que eu trabalhava com isso e conseguia juntar dinheiro. Aí e fazia esses conjuntos que eu tinha e também acompanhava cantor, fazia uma gravação ou outra. Já com fui me tornando músico profissional nessa época.
Eu queria saber, Alfredo, como surgiu o apelido, Alfredo
Não, não é apelido. Na verdade, é o tem uma música do do Bob Dylan, chamada Hurricane, né? Aí tem uma versão brasileira que aí, da Cida Moreira, era o Alfredo Belo o nome do personagem. E aí um amigo falou isso uma vez. E aí, quando eu vi, já tinha ficado, né?
Que legal
Da Cida Moreira. Do uma versão do Bob Dylan. Só que durante a época dos cachorros, das cachorras, era Alfredogue Soriano. E aí até hoje tem gente em Brasília que me chama. O Chico César mesmo, que eu conheci na época dos cachorros, ele até hoje ainda me chama de Alfredogue. E outras pessoas. Em Brasília, ainda se eu volto, é o Alfredogue ainda. Mesmo saindo de lá há muitos anos, mas já continua o Alfredogue.
Então você formou e
Isso no no. Eu formei em julho, em dezembro eu vim embora para São Paulo. Eu formei em julho de noventa e oito. Eu fiz o recital de formatura que você toca, que música quando você... Tipo, o trabalho final de de curso de instrumentista é um é um recital. Eu toquei Bach, Kusevitzky, Villa-Lobos, Radamés e Nátaly, eu lembro. Foi em julho de Aí eu já estava namorando com a Simone Sou, baterista e percussionista, aí em dezembro de noventa e oito eu mudei para para São Paulo. Aí estou aqui há nove anos, quase.
Mas veio para... Qual que é o objetivo?
O objetivo é assim, é que eu vi que Brasília não não dava para mim mais. E aí a gente já estava namorando, isso é aquela coisa, paixão louca, não conseguia ficar longe, aí eu Forjei minha vinda para cá, né? Aí vim em dezembro de noventa e oito para cá, assim, querendo ser... Pensava, de repente, procurar uma orquestra aqui, alguma coisa para tocar e continuar fazendo música popular, né? Só que quando a gente foi fazer o primeiro disco, a gente fez um cê dê, Os Cachorros das Cachorras. E aí quando começou essa coisa de fazer o disco, eu comecei ah a pensar a música de uma forma diferente. Eu ouvi o disco tentando entender. A gente já tinha feito umas experiências de demo, né de fita demo, né de gravar em estúdio algumas vezes. Também coisas de disco dos outros, de participar, não sei o quê, você começa a ter uma vivência de estúdio. E aí eu sei que o processo de fazer esse disco me deu uma uma certa um certo prazer, uma coisa de estar em estúdio fazendo. E de conhecer gente, ler um pouco e tal. E aí eu fui me aproximando dessa coisa de do do disco, de ter estúdio, de produzir, aí mesmo em Brasília eu produzi um um trabalho de um amigo chamado Lula, que isso não saiu, mas foi ótimo que que o pai dele já era dono de uma agência de viagem, eu namorando com a Simone, aí sempre tinha passagem de avião para Simone e para São Paulo. e eh ir para Brasília, e eh na época que a gente estava namorando, em noventa oito. Aí quando eu vim para cá, eu vim e comecei a tocar com com um artista aqui, a fazer coisas. E uma coisa que eu já comecei a fazer paralelamente na universidade é que a gente organizava muitas festas, né? Só que é um pouco diferente dessas festas da universidade aqui da USP. É uma coisa mais um pouquinho menor, assim para menos gente. Às vezes só para o povo estudante da universidade, que já é muito. E aí e muitas vezes eu me via na situação de ficar colocando música né. Aí sei lá de de de noventa nove para cá eu comecei a fazer isso com um pouco mais de frequência. Aí eu inventei um nome, né? Porque djíi djêi é um negócio meio, já acho meio engraçado. Aí eu inventei o djíi djêi Tudo, né? A gente falou brincando e ficamos rindo e falou, ah, é esse nome mesmo. Aí de vez em quando eu sou o djíi djêi Tudo, né? E uma coisa também que daquela época de Brasília eu comecei foi uh uh o hábito de colecionar discos, né? Assim, eu saí de Brasília, eu devia ter uns mil ele pês, aí vim para cá, para São Paulo, que você encontra muito mais. Eu comecei a comprar disco e viajando também. Eu nossa, eu tenho hoje uns oito mil e tanto ele pês em casa, né? Uma coleção... E também ser djíi djêi é uma forma de pegar essa música e trocar com todo mundo, né? Inclusive é uma coisa que eu tenho feito pouco, mas como eu tenho um site, eu tenho vontade de fazer um fazer um fazer uns podcasts desse tipo de coisa. Ou até fazer rádio virtual. Isso eu vou um Em algum momento eu vou conseguir fazer isso.
Mas essa coleção era era uma coisa que você comprava porque queria muito escutar?
Não, para escutar a música. Assim, eu tenho um prazer em escutar música, né? E aí eu comecei disco de jazz, música clássica, música popular brasileira, rock eu tinha ainda na época. Sei lá, fui comprando black music, forró, tudo.

Aí eu comecei, já tinha uns mil discos, trouxe para cá e continuei comprando, assim. Eu lembro de de uma vez ficar um mês em Pernambuco, em janeiro de dois mil e um, Para cá, porque também é muito barato, assim. Você viaja, você paga um real, cinquenta centavos. É bem interessante, tem muita coisa que não está, não dá para baixar em eme pê três. Principalmente música brasileira, né? Você não encontra no mundo. E aí eu montei uma... E aí, ao mesmo tempo que eu fui comprando esses discos, durante seis meses antes de eu me formar, eu fiquei na casa de uma amiga que viajou, eu estava morando na universidade, só que eu precisava de de paz, assim, sei lá, de estar mais com a cabeça, porque tinha que fazer recital de formatura. Aí eu consegui ir para o apartamento de uma amiga que foi ser embaixadora no na África, eu não lembro qual país, aí eu tinha um apartamento. E aí eu fui morar, e quando eu cheguei lá limpando um quarto, um cômodo, eu achei uma coleção de discos de música tradicional do mundo, que um antropólogo chamado Terry deixou na casa dela, para ela dar uma olhada. Nossa, e aquilo, eu ficava ouvindo, aquilo mexeu muito comigo. Isso foi em noventa e oito, né? E eu, desde, tem um outro fator também, desde noventa e três eu comecei a passar carnaval em Recife. E aí eu comecei a me interessar muito por por música tradicional, né? Com cultura tradicional, cultura popular, como as pessoas chamam. Aí eu passava, sempre, todo ano eu ia para o... para o Carnaval de Recife, né?

E aí, a partir já morando aqui em São Paulo, a partir de dois mil, comecei a gravar, a viajar por alguma situação aqui em São Paulo, ou ir para Pernambuco, que eu já gravei muita coisa, ou Minas Gerais ou go, aí começou a ampliar a coisa, né de? Desses registros de música tradicional que eu faço. Tem uma aí eu criei um selo, comecei a fazer discos disso, eh aí criei um site, tem tem uns sete, oito meses, onde eu co coloco eu disponibilizo para audição essas músicas, quer dizer, uma pequena parte desse acervo, que já está agora em Eu viajo muito. Assim, por causa desse interesse com aqueles discos e o interesse que eu já tinha. E aí eu comecei a registrar, a fazer gravação eh. E aí, paralelamente, aqui em São Paulo, eu fui virando produtor de discos. Aí eu montei um estúdio, aí de dois mil e... dois mil, dois mil e um para cá, eu sei lá, produzimos trinta discos de... de eme pê bê, de rock, de música instrumental, de música eletrônica, de terreiro, nossa, eu tenho que lembrar até de mais coisas, de new age, de várias coisas, eu virei produtor de discos também, que é uma forma que eu... de que eu falei, porque eu comecei aquele trabalho com a banda e aí Eu peguei gosto, é gostoso estar em estúdio. Eu comecei a fazer isso. E tem o selo Mundo Melhor, que eu falei que eu criei, que eu já lancei até ontem oito discos, né? Seis de música tradicional e dois de de de trabalho contemporâneo meu, que é o do Projeto Cru, que eu falei, e um outro chamado Batucagé.
E quando começou essa essa essa ideia de lidar de lidar com música, que não seria já tocando, já produzindo, já pesquisando, teve algum conflito?
Não, não. Não, porque eu acho que faz parte também assim. Quando eu comecei a pensar em produzir música, foi quando eu ia fazer um disco da minha banda. Então assim e nessas produções que eu faço, eu toco assim de quando é de de música popular não música tradicional não cultura tradicional quando é música de música assim mesmo que é feito no estúdio noventa e nove por cento das coisas eu eu toco assim aí e até foi uma coisa muito interessante porque em estúdio Sei lá, eu nunca tinha gravado violão, eu toco violão bem simples, mas aí tem disco do Otto que tem lá, você pega lá, tem eu tocando violão, aí tem um disco do cantor, eu toco percussão, eu faço teclado, você começa... Porque também, às vezes, a coisa que exige menos aprimoramento técnico, precisa do virtuosismo, aí você... Você resolve ali na hora mesmo para fazer. E você vai vendo, você vai descobrindo também como que você faz, o que precisa, os macetes né de estúdio, né? Você vai descobrindo, fazendo,
E como que surge? Então conta assim mais, descreve como que surge o selo, a ideia, as pessoas que a apoiaram, como é que foi isso? Não
o que aconteceu é o seguinte, eu eu já estava gravando essas coisas desde dois mil, e aí eu já tinha até procurado Itaú, umas outras pessoas, mas essa ideia de eu ver que ele tinha lançado o disco, de tentar, pô, eu estou registrando umas coisas, ah, legal, falaram assim, mas não sei o quê, mas aí não não não não, sei lá, não vingou nada. Aí eu e eu registrando, eu viajando né, e eu tinha eu tocava com o Otto nessa época, então eu estava indo muito para Pernambuco, aí ia para não sei o que, fazer uma ponte para gravar não sei o que, e aí gravando muita coisa, e aí me veio, aí uma vez eu conversei com um cara, um médico rico pernambucano que diz que gosta de cultura Pernambucano, e aí ele falou, ah, vamos, eu falei, eu tenho uns materiais aqui registrados, vamos fazer um disco dessas coisas. Aí ele falou, ah, vamos, eu te compro tantos discos. Eu falei, ah, legal. Aí articulei todo mundo, já tinha as gravações, então vamos fazer, vamos. E aí quando eu procuro o cara, o cara fala, não, só vou só vou dar tanto. Eu falei, ixi, não dá. Aí o que que eu fiz? Eu tentei vender umas cotas, foi complicado, vendi umas cotas, sendo que eu comprei a maioria, né? Aí eu fiz dois discos de maracatus, um rural e um maracatu nação de Recife.

Foi em dois aí saiu em dois mil e quatro. Depois de dois mil e seis saiu um outro disco do do do Maracatu do mesmo Maracatu chamado Nação e Encanto, Maracatu, Nação e Encanto da Alegria. Aí saiu os dois trabalhos que são duas séries, chama Brasil, Passado e Futuro, que é essa coisa de música tradicional, e uh eh Novas Estruturas, que é a coisa de trabalho contemporâneo, que é o Projeto Cru. E o outro chamado Batucajé, eu ah eu quero, por exemplo, por esse ano ano que vem fazer um disco de djíi djêi, a gente vai fazer uns discos de improvisação, que na verdade também já não vai ser nem mais cê dê físico, a gente vai vender só pela internet ou deixar para download mesmo. E aí esses discos de música tradicional que realmente eu estou fazendo mais. Depois disso, saiu esse ano um disco dos Índios Pancararu, que são os índios de Pernambuco que moram em uma favela em São Paulo. E saiu Uma Guarda de Moçambique de Nova Gameleira, de Belo Horizonte, que é um grupo de congado de Belo Horizonte. E todos esses discos estão para... eu deixo... você pode ouvir eles inteiros no... no site. Eu ainda não consegui organizar direito para deixar tudo em pê dê efe também, para as pessoas baixarem os textos. Música tradicional eu acho delicada essa coisa de de baixar, porque assim, eu não a minha música eu posso fazer o que eu quiser, mas aquela música não é nem só daquela pessoa. Aí tem gente que fala, mas é do mundo, mas aí também vira o samba do crioulo doido. Já teve caso do do desse caroço da Dona Elza, não do disco, mas de uma outra gravação que ela fez, que um percussionista famoso chamado Ayrton Moreira, ele usou no disco sem dar crédito, sem nada. Assim, foi uma história. E aí eu consegui ligar, fazer um um um e ele é espírita, eu mandei um e-mail falando que o pessoal também era muito espírita para para ele acertar para o pessoal não fechar os caminhos espirituais dele. Aí ele mandou dinheiro para ela... Mas assim, eu estou falando aí por isso que eu vejo que é muito delicado, eu não tenho ainda coragem, se um dia eu posso até mudar de ideia, de pegar e botar essas músicas para download, mas as pessoas podem. E além dos discos, que a maioria desses discos tem setenta minutos, o do Moça Mica tem tem pedaços de festas que eu vou no site, no ser um mundo melhor ponto org, dá para ouvir, tem um textinho que eu fiz e fotos. Aí você deve ter mais ou menos umas sessenta horas de músicas disponibilizadas lá para audição. Aí eu estou tentando. Quer dizer, tentei já algumas vezes, não muito, a coisa de patrocínio, né? Para fazer isso. Mas e discos eu continuo fazendo. Vai sair disco de Afoxé, de Pernambuco, que é um negócio muito bonito. Vai sair umas baianas de Coqueiro Seco, de Alagoas. Vai sair uma banda de pífano que é lá de Caruaru, que não é a banda de pífano famosa de Caruaru, que mora aqui há muito tempo. chama Princesa do Agreste, que vai vai sair uma banda de Congo do Espírito Santo, vai sair um Moçambique do interior de São Paulo, vai sair um terno de Congo de Goiânia, vai sair vários discos, totalmente ainda sem patrocínio, sem parceria pública ou privada, assim, eu consegui fazer de algum jeito, eu consegui, com dinheiro meu, eh arrumando apresentação para eles, aí consegui uma parte do dinheiro, Esse ano eu organizei, teve a virada cultural, aí eu organizei uma missa conga na virada cultural, que era uma missa de cultura negra, que foi feita na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e aí vieram os grupos. Aí eles teriam um cachê, ai eu falei, olha, eu completo o dinheiro e a gente faz mil discos. Aí eu fiz o disco gravo, escrevo texto, aí às vezes tem um fotógrafo amigo que viaja comigo, às vezes não, aí eu também tiro foto, eu escrevo texto e estou fazendo esses discos. É, e o estúdio é sobrevivência, assim, não sobrevivência, mas é da onde eu... E músico, né, também, que na verdade eu eu sou músico profissional, eu tenho esses trabalhos que eu falei, ah eu sei lá, eu produzi um disco do Júnior Barreto, Ortinho, de vários cantores, aí eu faço shows também como como músico e djíi djêi também. Eu faço bem menos, mas eu faço... festas, eventos, às vezes. Eu fiz em Brasília durante quatro, cinco anos, já tem um tempo que eu não faço, umas festas chamadas Afrofuturismo, que aí discotecava e tinha um performance, era bem maluco. Em Brasília ficou bem conhecida essas
festas. Eh não então, essas viagens assim para registro, elas começaram assim uma coisa mais... Registros começaram justamente por uma coisa mais de você que querer registrar para você assim né. Eh não não só para mim mas eu sabia já
importância que isso tem assim do registro. E uma coisa que eu sempre faço desde o primeiro registro, eu dou cópia para eles. Então, por exemplo, se eu perder meu acervo hoje, noventa e nove nas comunidades, assim, onde eu fui. Quer dizer, não sei quanto tempo, se o cê dê tem vida de tempo de vida útil. Ainda mais que eu faça um cê dê que não é fabricado, eu faço uma cópia e levo para eles, mas assim... Por exemplo, eu estou indo agora para Catalão, aí eu levo eu vou para ca para essa festa que tem lá há cinco No primeiro ano, no segundo ano eu levava cópia para eles do segundo. E aí eu também já criei, por exemplo, eu vou para um lugar que eu nunca fui a primeira vez e tem congado, tem uma coisa, aí eu levo uns cê dês e dou para uns capitães de brinde que você já faz uma uma porta de... um uma política de boa vizinhança. Aí quando eu volto, e é uma coisa que as pessoas não fazem mesmo, é isso, assim, eh é pesquisador universitário, e eu assim, olha, eu não ganho bolsa para fazer isso, eu não eu não faço, eu assim, agora que eu estou começando, esse dos índios foi o primeira dinheiro que eu ganhei na minha vida com com registro de cultura tradicional. que o disco foi feito com, eles conseguiram uma lei do Estado, eu ganhei, ganhei um um cachê, que na verdade eu também já tive que dividir, porque eles tinham que arrumar o cê ene pê jota deles, e eu já arrumei uma grana uma parte do meu cachê para eles, mas eu ganhei. Mas assim, eu não faço, então, eh tem muito essa coisa do das pessoas vão lá, copiam, fazem não sei o que, Eu conheci um vi um filme sobre dança de São Gonçalo, aí vi um grupo de Olímpia, aí vou lá em Olímpia esse ano e pergunto para ele, você sabia de um filme? O cara nem imaginava, um cara foi lá, fez um filme que é até bonito, o cara não ganhou dinheiro com esse filme, mas acho que ele o mínimo que ele devia fazer era mandar uma cópia. O cara não o crédito tem, mas o cara não sabe que foi feito um filme. Ou então, aquele música do Brasil, do Hermano Viana, que cada dia eu descubro mais gente que parou a vida um dia. E outra coisa, normalmente, para algumas situações, eu paro para fazer o registro, mas em noventa por cento não. Então, assim, eu não paro ninguém e para poder fazer aquilo. Eles estão fazendo o que eles vão fazer do mesmo jeito. Eles estariam fazendo. E como é que Olha, não sei como, mas foi... Por exemplo, Congado eu comecei em Aparecida do Norte, que é a maior festa. Lá não tem Congado, mas é a maior festa do Brasil. Tem a festa de São Benedito lá. E aí de lá tem os grupos de Minas, aí você eles te convidam. Aí você vai para um de Minas, aí você vai em Belo Horizonte, aí você conhece um grupo de Lafayette. Aí eu vou para Catalão e conheci um grupo de Goiânia, não sei o quê. Aí você vai para a festa de Goiânia, você conhece o de Goiás Velho. Não sei, são várias formas de... Aí você lê um livro, você lê uma matéria, aí você chega num telefone, liga para não sei quem, acha, liga na prefeitura, pega o contato da pessoa. Não sei, tem são várias formas de de se chegar num num tipo de manifestação. Tem coisa, por exemplo, eu nunca fui direito para o Sul, eu preciso ir. Eu estou tentando me programar para ir para uma festa em Santa Catarina em maio no Rio Grande do Sul. São coisas que vão vão caminhando, né? Assim, não tem uma uma forma exata de disso desse contato. E uma coisa legal também é que eu sou muito amigo de dessas pessoas, assim. Nossa, amigo mesmo, assim... De ligar, de de conversar, de ficar feliz quando encontra... Quase final de semana eu fui para o Espírito Santo, para uma festa de Congado... Eu estive lá dois anos atrás, na no Natal deles... E aí eu sei quando eu cheguei lá... Nossa, porque eles estão acostumados a gente se encontrar em outros lugares... Aí eles aí eu fui visitar umas pessoas em casa... É super enriquecedor para mim e para eles também é gratificante a questão do respeito, assim, serem tratados com respeito, né? Assim, é é só coisa boa. Para eles eu acho que também é legal e para mim. Porque também tem a coisa do impacto de uma pessoa que vai de fora para os adolescentes. O que esse cara está querendo fazer? Você pode, dependendo de como for, isso mexe. Pode mexer positivamente e negativamente. Eu tento que seja positivo, né? A forma, que sempre é uma coisa elemento externo, né mas isso sempre vai estar acontecendo. No mundo de hoje não existe mais lugar fechado. Então você tem que tentar influenciar da da da melhor forma possível. E é respeitando, é dando essa coisa da cópia. E é interessante essa coisa da memória afetiva mesmo, que que isso tem assim... Você vê gente chorando. Uma vez eu fui entregar para uma folia de Reis uma cópia do cê dê. E era uma pessoa que eu fui o primeiro ano, então eu estava indo no segundo. Eu não conhecia eles. Quando eu dei o disco foi um chororô, porque as pessoas a pessoa que estava cantando aquela gravação tinha morrido há pouco tempo. E aí eu nem sabia, eu não entendi nada. Aí eu perguntei, mas o que foi? Ele falou, não, ele morreu tem um mês. O cara, o capitão, que era o capitão da folia. Então... Sei lá, eu de alguma forma eu já estou eh ajudando eles a fazer a história pessoal deles, que é uma coisa que talvez nunca tinha sido feita antes em muitos lugares, e alguns até podem ter.
Para você, internamente, qual é o objetivo, a missão? Seu... Não
não, essa coisa de do registro mesmo, que é uma coisa... Isso aí, são como como isso daqui, é pedaços são pedaços da história da humanidade, né? Que é um, sei lá, deve ser um uma montanha de, um prédio de dez mil andares, e isso é um tijolo, são tijolos que da história, assim, que está sendo está
E pela sua experiência, tem tem alguma algum risco de estar diminuindo, acabando, por coisas de festas e culturas populares? Como está isso no Brasil? Olha

Olha, a gente está vivendo uma efervescência que é dupla, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam muito, ah não, porque está meio que na moda, mas assim, também tem uma coisa que ela está sendo muito... Como é moda, também pode passar logo e daqui a pouco se esquece também. E a forma, tem muita coisa de um canibalismo, assim, tipo, o que aconteceu com o maracatu, sabe? As pessoas querem tocar o maracatu, mas ela, assim, aí fala, ah, é porque o maracatu tem, lá em Recife o cara fala, ah, o maracatu, não sei o quê, e aí homenagem, vão fazer homenagem à rainha, à dona santa, aí fazem homenagem para ela e tem um senhor que está ali que toca desde a época dela. E aí, assim, ele não tinha um instrumento. Eu tive que dar para o seu Dão. Ele toca maracatu desde Novecentos e quarenta e sete. Se não fosse ele e um grupo de pessoas pequeno, nos anos setenta, tinha acabado aquilo. Tinha acabado. E não tinha chegado hoje em dia. Então, assim, as pessoas falam daquela coisa, mas quem faz aquilo são pessoas. E as e eles não estão preocupados com as pessoas, assim. Essa coisa não tanto do poder público quanto essa classe média consumidora disso, a classe média branca sulista, consumidora dessa coisa, assim.

Então, assim, é uma coisa dúbia, assim. Mas essa coisa de acabar, ela está correndo risco porque está o mundo está mudando, né? E tem por exemplo tem muita coisa que só faz função, sei lá, música de trabalho. Como é que o cara vai cantar música de... vai virar memória. Sei lá, eu gravei um negócio chamado Samba de Cacete, que tem no no Pará. Tem numa vila, num lugar que eles faz eles fazem colheta, aí eh eles vão fazer a colheita de manhã, aí à noite começam a beber e dançar e tocar. É lindo, é lindíssimo, é sofisticadíssimo musicalmente. Só que, assim, aquilo vai virar uma dança tradicional, porque ela vai perder a função social, né? Então, assim, muita coisa já se perdeu e está se perdendo por... E também a coisa do rito, né? Da dificuldade de se manter um rito complexo no mundo... banalizado de hoje sei lá o que que o jovem vai se interessar, coisa do congado você tem que buscar bandeira não sei aonde, quando você chega na casa da pessoa você tem que cantar um repertório de música, você tem que cumprir um bando de de coisas que são complexas e e e penosa, o cara quer saber do pagode, não sei o que, da menininha não sei o que, então assim, eles também estão em muitos lugares, estão conseguindo mas em outros tem essa dificuldade de conseguir passar para juventude para continuar

assim, tem, está, está num momento de efervescência, mas eu não sei o que que vai acontecer, assim, não consigo prever, mas eu estou tentando fazer alguma coisa, né, para que isso possa continuar, que já teve gente que tentou, assim, com a boca cheia, ah, você já gravou alguma coisa que não existe mais, eu falei, felizmente não, né, porque tem muito disso, né, do, mu não sei se é museologismo, não sei como chama a gente que, essa coisa da, do raro, do difícil, não sei o que,
E o site quem atualiza é você mesmo.
É, inclusive não está muito... É. É muito material, né? Que eu gero, então eu não dou conta de... Sei lá, tem uma... De
Basicamente, você é uma instituição sozinha.
Isso, isso. Eu quero conseguir deixar de ser, mas eu não sei quando eu vou conseguir. Porque tem essa coisa dos meandros políticos, né? Assim, com certeza, de dois mil até para cá, ninguém fez eh esses registros igual eu estou fazendo no Brasil. E daqui a uns anos, com certeza, o acervo mais importante de cultura tradicional feita na história do Brasil vai ser o meu. Mas assim, eu não sou amigo de ninguém, assim. Quer dizer, até ai você vê a iniciativa eu trazer do Léo é de tentar, que ele está tentando me inserir. Porque as coisas não têm valor em si hoje no mundo, você tem que agregar. Uma músi uma música não é boa só por ela ser boa. Não, é porque alguém falou que ela é boa ou porque a coisa em si não tem mais valor né. Não sei se um dia também teve, mas assim hoje em dia, você não você não alguém fala de você ou se você é amigo de não sei quem quer dizer... Isso a gente vive no nepotismo ainda brasileiro. E aí eu ainda não estou inserido em nenhuma... Turma, talvez daqui a um tempo eu possa ser, ou possa conseguir ser respeitado mesmo sem ser amigo de alguém, não sei. Mas eu estou fazendo, meu minha cumprindo a minha missão, que eu acho que que eu tenho que fazer, né? Não sei por algum motivo, que eu nem sei. Eu fui, não, tem hora que eu penso, assim, enrolando, sei lá, eu vou viajo de média com quarenta quilos de equipamento, eu estou enrolando o cabo igual eu estava domingo, eu olhava assim e falava, meu Deus. Ou então, eh domingo de madrugada, eu atravessando a rua, no aeroporto de... de de vitória com aquela quantidade de equipamento. Eu falo, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui assim? Bate um... Não é um crise, mas assim, você fala, nossa, que loucura, né? Você está um num momento de não de crise, mas de questionamento existencial. O que que eu estou fazendo aqui agora? Com esse saco de de cabo, essa placa de que eu viajo com... Eu gravo portátil quando é coisa de rua, mas eu também tenho equipamento que eu gravo até em doze, dezesseis canais eu consigo gravar. Aí tem umas coisas que você ouve e a qualidade é impressionante, assim. Até dos caras eles ouvem e falam, mas espera aí, como é que eu vou falar para alguém que eu gravei isso aqui debaixo do... que eu estava tocando debaixo de um pé de pau? A banda de Pífaro, eu gravei um disco que vai sair aí. Como é que eu vou falar para alguém que foi feito no no pé de pau? Acho que está está.
Bom, ia perguntar uma eh Você é casado?

Eu vou te falando eu vim morar aqui em São Paulo com a com uma instrumentista, baterista e percussionista chamada Simone Sou. A gente mora junto desde desde que eu cheguei em São Paulo. Tem filho? Não, ainda não. Meio difícil.
E como que ela lidava com todas essas
Ela também está fazendo outros milhares, aí às vezes a gente faz milhares juntas. Oh A gente tenta, né? Tenta viajar junto, né? Mas às vezes ela não vai para essa... Já teve vez de... Eu estava tocando com o Otto, né? Eu toquei dois anos com o Otto, e aí ela estava em turnê com a Badia Saad nos Estados Unidos e na Europa. Aí quando ela ia chegar, dois dias antes eu saí para ficar um mês, assim. Aí às vezes rolava de ficar quatro meses no ano sem se ver. Mas é normal, assim, o tipo de vida que a gente... Por isso também que não dá para ter filho agora. É o tipo de vida que se tem, então tem que... É essa, né? Então vamos vamos viver lá da melhor forma possível.
E essa essa coisa de viajar muito para Registro não tem uma nenhum sentimento de solidão, às vezes? Sozinho, sempre indo sozinho para todos os lugares.
É, não, às vezes eu vou com amigos, mas eu também, quando eu chego lá, eu não estou nem um pouco sozinho, né? Porque, assim, eh mesmo que eu vá para um lugar que é a primeira vez, as pessoas te tratam muito bem, né? Porque são brasileiros, não são pessoas... Não é gente de ser igual a cidade de São Paulo, que você vai na boate ou no cinema, não tem essas máscaras todas, né?

Você fica amigo de uma pessoa e em meia hora você dorme na casa dela. Porque eu vou para muitos lugares que não tem hotel. E eu vou a primeira vez, mas aí eu já... Eu durmo na casa de alguém sem nenhum problema. Assim, as pessoas te alojam, te acolhem, você vira quase um filho da pessoa. Não sinto, não, solidão. É bom quando tem algum amigo que é legal de ajudar, de dividir as coisas. Mas que eu tenho de vez em quando o Paulo, o Paulinho, o Paulo Pereira, o fotógrafo, ele viaja comigo, né? Mas aí, muitas vezes, ele não vai. Mas, normal, assim. Não, olha, a festa de São Benedito em Aparecida do Norte é sempre emocionante, é uma coisa sempre, assim, você sempre, porque tem gente que acha de novo, mas é porque um é um rito, além de ser um rito muito complexo, acontece muita coisa, você está sempre a entendendo alguma coisa de outro de outro jeito, assim, mas não sei. Ter ido para Sergipe também, que eu nunca tinha ido, eu fui esse ano também, foi uma coisa muito especial. Foi um lugar é um lugar muito mágico, mas não sei, não tem não tem. Ir para o Pará, tudo é legal. Esse ano eu fui para um lugar chamado Niquelândia, no Goiás. Estou te falando É tudo muito Ter conhecido esse samba de cacete que eu falei, que é lá no Pará, é muito é tudo muito... Lembro, não, foi foi muito engraçado. Foi eu fui tocar com o Otto em dois mil, que fui eu falei, agora eu vou começar a registrar também, em Garanhuns, aí tem lá perto, tem uma cidade chamada Águas Belas, tem uns índios funiô. E aí a festa, falei falaram que a festa é de dia, eu lembro que eu cheguei, toquei à noite, fui dormir três da manhã, acordei cinco, entrei na van, assim, acabado, aí chego lá, a festa era de noite. E aí é o seguinte, você não pode ficar à noite lá. É uma cidade, só que tem um lugar que é dos índios. E aí, assim, eu fiquei a tarde inteira sendo testado para saber se iam deixar eu ficar ou não. Aí me falaram isso no outro dia, assim. Não, eu fiquei super amigo das pessoas lá, mas assim, eu estava sabendo, eu estava sendo estava sendo testado para para saber se eu ia ficar lá ou não. Foi muito bonito. Porque eles têm uma... Os índios no Nordeste, ao mesmo tempo que eh eles eles... Na verdade, eles estão muito próximos, porque eles têm um contato de quinhentos anos. Então, culturalmente, a gente é mais próximo deles. Eles tocam eles tocam muito. Ao mesmo tempo, às vezes, que é muito distante. Você lembra um estranhamento sonoro, mas também genética, muito misturado. Esse foi o primeiro registro que eu... que eu lembro de fazer dos funiôs em Águas Belas.
Queria ah tem alguma outra coisa do projeto de agora que você queria falar, deixar registrado, que a gente não Porque também a gente não conhece totalmente o projeto inteiro, mas se tem alguma coisa que você queria falar mais um pouco ou não sei o que.
Não, não, não, eu estou fazendo essas coisas, né assim, estou falando estou em total <coughs> ebulição, né? de fazer as coisas, né? Sei lá, por exemplo, agora está saindo, eu estou começando a ter uma exposição de mídia, vai sair uma matéria na revista brasileira, mas nada, acho que nada, acho que a gente falou tudo.
Essa coisa de de, você falou a vez de estar com o fotógrafo, com o seu amigo, ele também registra isso, ele...
É, ele fez um site, por exemplo, ele também está começando a ter exposição, saiu uma uma exposição dele na multinente culti Continente Multi Multicultural, saiu agora na Raça, eu lembro que ele me dá o texto para mim revisar, assim, porque eu leio mais do que ele, tenho mais tempo fazendo isso, mas nada, e eu também, desse ano, eu comprei uma maquininha de oito megapixels e devo ter uns duzentos gigas de de filminho de de dessas viagens, assim. aí temos até que eu falo, olho para o gravador, para o atalho e falo, é tal take, ou então olho para o computador, é tal minuto, porque um dia ainda eu vou sincar isso, ou alguém vai fazer, espero que alguém, é não porque eu só sou um, e para poder disponibilizar isso, talvez até num disco do da banda de Pifron já esteja uma, eu filmei uma musiquinha inteira e depois sincar com áudio e botar uma faixa.